Boa tarde. Bem-vinda. Primeiro, gostaríamos de saber qual o seu nome completo, local e a data de seu nascimento.

E dia vinte e um de junho, um dia muito frio, diz a minha mãe dizia a minha mãe.
Você lembra dos nomes dos seus avós, dos seus pais?
Lembro, todo mundo, claro. Ah

Então, na verdade, eu fui eh eu tive essa minha avó muito presente na minha vida porque ela morreu com Ficou muito velhinha, com já com aquela... Hoje, noventa e dois anos, não é mais tão velhinha, mas vovó ficou bem velhinha. E não tive avô, hã bisavô, né, por isso. E minha mãe era amparense, ela era do Ampar, porque amparense fala que é do Ampar, que é Nossa Senhora do Amparo, né?

A mamãe ficou sem pai e sem mãe muito cedo, então ela com dezesseis anos já teve que sair trabalhar e foi trabalhar como professora. Naquele tempo era muito mais fácil, trabalhava como professorinha de cidade interior. Depois ela se casou com meu pai aos vinte e um anos, vinte e dois anos. Vieram para São Paulo e moraram sempre aqui.
E o seu pai trabalhava com comércio, Papai é isso segundo você nos

Então o papai viajava para aquela região da Mogiana e conheceu a mamãe no trem, porque a mamãe tomava o trem Amparo e ia para uma cidadezinha perto para dar aula numa numa dessas ah uma es escola rural. E o meu pai conheceu a mamãe no trem, ela mocinha, com dezenove anos, se apaixonaram e se casaram assim.
E a origem da sua família, por parte de pai e de mãe, é portuguesa? Todo, todo sangue

Sangue português. Eu tenho uma um bisavô, que era avô da minha mãe, que era ou alemão ou judeu. Nós não sabemos se ele era um alemão não judeu ou se era um alemão judeu, mas era alemão. Porque os próprios judeus não sabem me dizer com certeza.

Então, é o único sangue diferente que a gente tem conhecimento. No mais, é tudo português. E você tem irmãos? Tenho, ti nós éramos quatro, três homens e eu. Eu sou a segunda filha, sou o segundo filho, então vim mulher. Meu pai teve o mais velho, que ainda está vivo, eu, o segun o terceiro, que é médico, e o último, justamente o caçula, foi quem faleceu primeiro. E você lembra do que vocês brincavam quando vocês eram crianças? Como é que era a rua, o bar?

Eu, como cresci no meio de meninos, eu brinquei muito de futebol, de bafo a bafo. Eu brincava muito com brinquedos masculinos também. Mas eu tinha o meu lado de brincar com as minhas amiguinhas que iam lá para casa. Então, nós brincavamos muito de casinha, com bonecas e muito de teatro. E a nossa grande o grande... aquilo que formou muito a minha infância foi, vamos brincar de teatrinho? Tanto que eu tive muita vontade depois, como professora de... como arte educadora, eu tive muita vontade de fazer alguma coisa com esse título, né? Vamos brincar de teatrinho, porque é uma expressão muito de criança, daquele tempo. Hoje criança não brinca mais como nós brincavamos, né? Nossa distração toda era brincar de teatro... criar coisas, inventar coisas, teatros que eu inventava, shows, nós cantávamos, dançávamos, fazíamos balé. Paralelamente, quando as amigas iam embora, eu ia jogar futebol com os meus irmãos. E rolar, e brincar, e pular cela, e fazer tudo que era de menino.
E você lembra, brincando de teatro, qual era o contexto, era dentro de casa, como era a sua casa, era na casa das amigas?
É muito na minha casa, eu tinha casa de amiga às vezes, mas por que na minha casa? Porque nós tínhamos uma, embaixo da casa nós tínhamos uma sala que para mim era imensa. E hoje eu vejo que não era. Eu já fui lá depois e vi que essa sala era uma sala bem comum, mas para nós chamava-se o quartão. O quartão era assim alguma coisa muito misteriosa. Lá a gente fazia tudo, aquilo virava tudo, inclusive os nossos teatros eram feitos ali. E nós tínhamos um guarda-roupa, e minha mãe tinha encostado lá um guarda-roupa enorme, tinha uns gavetões embaixo muito grandes, cheios de cacareco, coisas que ela ia colocando. E eu tinha algumas paixões lá dentro. que me ajudaram muito a brincar de teatro. Por exemplo, pedaços de veludo. Como eu tinha paixão por passar a mão no veludo e senti a cor, a maciez, sentir a a o toque do veludo né e o brilho do veludo. Veludo para mim era uma coisa, um tecido mágico, encantador realmente.
Vocês iam no teatro assistir alguma coisa?
Nessa idade não havia teatro infantil. Mas já ali para os doze, treze anos, meu pai começou a me levar para teatro, mas eu vi Bibi Ferreira, Mocinha, eu vi Dulcina e Odilon, eu vi todos aqueles clássicos, Procopio Ferreira muito, quer dizer eu assisti os grandes clássicos, ah ah pessoal de teatro... que fez a história do teatro no Brasil, eu a tive a oportunidade de assistir. Depois, mais tarde, quando eu fui fazer a Eca, foi engraçado, o pessoal dizia para mim, os meus colegas né jovens diziam, você é a história viva do teatro, eu sabia tudo, tinha estado com essa gente. Daí eu passei a frequentar muito o teatro, as peças que havia, toda semana mudavam né, era bem diferente o teatro. Então, isso tudo me inspirou muito a fazer um bom teatro em casa, também brincar, e a me canalizar para essa área de arte e educação.
E e vocês brincavam, além de você ter as brincadeiras com seus irmãos, meninos, suas amigas, como como foi quando você começou a estudar? Como é como ficou o seu cotidiano? Já você já estava na escola quando você brincava Sim De teatro? Eu eu
Uma das brincadeiras que eu fazia muito também era brincar de escolinha. Eu brincava de escolinha com meus irmãos. E eu costumo dizer, quando falo sobre educação, sobre toda a minha trajetória de educadora, eu costumo dizer que o meu primeiro... O meu primeiro sucesso veio junto com o meu primeiro fracasso, porque aos oito anos de idade eu dava aula para os meus irmãos. Eu já estava no grupo escolar, já sabia ler. Escrevi, lia bem, e os meus os meus irmãos estavam ainda analfabetos, criancinhas, e eu sentava, brincava de escolinha, eles adoravam. Eu fui uma ótima professora, eu conseguia ensinar meus irmãos a escrever, a fazer contas e tudo, e não conseguia ensinar a ler. Eu não tinha um método, eu não sabia como fazer isso. Então, para mim, foi um fracasso muito grande não ter conseguido que eles sa entrassem para o grupo escolar lendo.

Então não tinha como ir para lá.

Ou seja, a segunda parte do que é hoje o fundamental, e o colegial fiz lá. Mas eu tive uma base fantástica.

porque realmente a escola pública preparava a gente muito. Muito bem para isso. E E você perguntou se se... Então, essa é a minha atividade. Brincar com as crianças, brincar com com de teatrinho muito, brincar de escolinha muito. E eu gostava muito de contar histórias. Eu lia muito, desde menininha. Meus pais incentivaram muito as nossas a nossa leitura. Especialmente, meu pai trazia para casa tudo que era livro novo de criança. Então, eu acompanhei toda a produção do Monteiro Lobato. Cada vez que o Monteiro Lobato publicava um livro, o papai trazia e nós liamos muito. Então eu lia muito. E as minhas amigas não liam. Não tinham o hábito da leitura, talvez por falta de um estímulo em casa. Então eu lia muito e eu contava as histórias para elas.
Na sala E na escola você tinha essa essa esse incentivo à leitura no Rio Branco? Teve ainda se vo que você tinha em
Não, no nosso tempo não. A escola era muito mais tradicional e tinha aquela programação mais ligada a um conhecer, a um saber gra de gramática. De fazer composições, que chamavam, né? Então, você tinha composição para fazer em cartinha, dar lá um tema, a gente tinha que fazer. Mesmo no grupo escolar, nós tínhamos gravuras, tínhamos que olhar para aquelas gravuras e es en inventar uma história com aquela gravura. Aprendi muitíssimo bem no grupo escolar a diferença entre uma descrição e uma narração.

Era uma coisa incrível. Que Coisa que eu vejo hoje alunos meus que não sabem. Não percebem o que é que você faz num texto que é descritivo e o que é narrativo. E esses seus alunos atualmente são adultos, jovens? Eu Eu dei muita aula particular, né? Eu nunca trabalhei no sistema escolar fora de ca fora. Eu sempre fiz essa educação ah paralela à escola com alunos deficitários, gente que não vai bem na escola e que precisa de reforço. Com reforço escolar sempre.
E você, com essa paixão desde pequena de de teatro, escola, você diz que é arte educadora, as duas coisas se juntaram, não é? Isso você acha que influenciou desde pequena essa paixão Ah sem dúvida Na sua vida profissional
Sem dúvida, sem dúvida. Eu ouvia muita música. Depois, na adolescência, eu li muito. Eu li uma coisa por vontade própria, por uma descoberta própria, eu li Machado de Assis aos catorze anos. Apaixonadamente. Todos os livros de Machado de Assis eu li aos catorze para quinze anos. Então eu fiz muitas leituras, eu lia muito, e muito incentivada pelo pai né, pelo meu pai. E e foi, eu sem dúvida, isso influenciou. Mas a minha primeira faculdade foi letras. Eu fiz letras e era uma paixão muito grande, eu tinha uma paixão muito grande pela França, pela ah pela cultura francesa. Então eu desde sempre, a minha opção foi sempre fazer alguma coisa ligada à Europa. Letras neolatinas, que foi o que eu fui fazer, que hoje não tem mais esse nome. Então, foi ótimo, porque hoje eu falo francês e italiano um pouco, espanhol bem e o português. Né nós eram as línguas que nós tínhamos. E essa primeira faculdade foi de letra. E a segunda faculdade, já aos quarenta anos, eu voltei, fiz vestibular na usp e entrei para a eca e fui fazer teatro. porque aos vinte e um anos eu fui convidada para fazer cinema.

Eu fiz uma uma participação num filme. Mas os meus pais, naquele tempo, ser atriz era assim uma coisa horrorosa. E os meus pais ficaram muito magoados, muito aborrecidos. Foi uma uma uma zona assim, um pedaço tétrico na minha Três meses sem comunicação com eles e eu tinha só vinte e um anos. E eles realmente ficaram muito aborrecidos com essa minha entrada. E aí eu desisti, eu parei. Mas fiquei frustradíssima, né? Porque eu queria muito ter feito carreira de artista de palco mesmo. E não fiz. Então, aos quarenta anos, eu acho que um pouco por essa frustração e porque eu sempre gostei de dar aula, adoro dar aula, adoro. Desde lá os meus oito anos, eu sou professora, né?
É, desde os oito anos. É uma mesa
Uma entrevista lá em Cuba, nós tivemos um um congresso de arte e educação e me perguntaram sobre a minha carreira né de professora. Eu falei, eu acho que eu nasci com o giz na mão. <laughs> Eu sou do tempo do giz e adoro o giz, né? Adoro pão de giz, cheiro do giz, adoro o giz. Então eu acho que eu nasci com a giz na mão, realmente.
E como era o seu cotidiano na faculdade, quando você fez artes cênicas, que era o que você queria, que você já estava há quarenta anos, você já era casada ou não?

E como era eu entrei para a Entrei Sua vida? Eu a A segunda faculdade eu fiz aos entrei com quarenta e dois anos. E aí os meus colegas, os meus meus coleguinhas, eram coleguinhas mesmo para mim né, tinham vinte anos, tinha a idade dos meus filhos, meu filho mais velho tinha essa idade, também estava entrando para a faculdade. E eu tive muitos filhos, tive qua eh ah tive quatro filhos e depois ainda adotei uma menina, então eu tive cinco filhos. E meus filhos já estavam entrando na faculdade e eu estava entrando junto. Então os meus colegas tinham a idade deles. E logo enturmei, assim, mais de quarenta anos a gente é muito criança ainda. Hoje eu olho para trás, meu Deus, eu era uma menina. E e daí fiz a faculdade com assim com muita alegria, porque foi um tempo maravilhoso na minha vida. E foi onde realmente eu pude somar uma coisa nova, que era conhecer a arte, né? Tem uma história até engraçada, que é verdadeira, super verdadeira. Hã Eu entrei para a faculdade aos vinte, né fiz letras. E uma vez, eu já aos sessenta anos, eu fui fazer eh um curso de ah de oratória, não, de locução. Locução, só a parte de locução mesmo. Eu queria entender o microfone, como se fala em microfone, o uso do microfone, aprender a lidar com aquilo. para poder melhorar aulas que eu sempre dei de fala, de oratório e tudo para alunos né. E quando eu cada um se apresentou, o que é que eu cada um contava o que tinha feito, a história de vida, e eu contei que eu tinha feito, olha, aos vinte anos eu fiz uma faculdade de letras porque eu queria saber como é que a turma escrevia no passado. Aos quarenta eu entrei para a faculdade de comunicações para saber como é que a gente se comunica hoje. E agora aos sessenta está na hora de eu fazer um curso de teologia porque eu preciso saber como é que eu vou me comunicar com o homem lá em cima. <laughs> Está na hora de eu começar a pensar na comunicação que eu vou ter que fazer com alguém lá, né? <laughs> Me cobrando. E aí foi muito engraçado que foi no primeiro dia isso e no dia seguinte eu cheguei na aula, na escola da noite, né? E quando eu cheguei à noite, veio uma jovem, assim, de braços abertos né, para me abraçar, muito festiva. Ah, que bom que a senhora chegou. Eu não tinha sa eu soube que... Estou encantada de conhecer a senhora, porque eu já soube que neste curso tem uma velhinha sensacional.
Depois de tantas coisas.
E aí eu acho graça quando eu dou curso, eu costumo brincar com meus alunos. Espero que vocês também um dia cheguem a ser velhinhos sensacionais porque mas. <laughs> Isso já faz tempo, sessenta já faz tempo. Né já estou com
Olha só, e mas na faculdade, como é que era o seu cotidiano? Com filhos, com eh eh eles tinham, bom, vinte
um acordo que eu fiz com eles, né? Quando falam, mamãe, você tem que voltar a estudar, eles próprios me estimularam. Vai fazer um pós-graduação, você tem que voltar a estudar, você não pode ficar parado, ficar dando aula particular em casa, isso é muito pequeno, tem que renovar. Bom, eles todos já entrando para a faculdade, os mais velhos, e é evidente que eles tinham já uma visão de mundo muito, estavam estavam vendo que eu tinha um potencial aí parado, né? Que eu fui uma dona de casa full time, né? Aquele bando de filhos e tudo e. E esposa também, meu marido também era um homem, a moda antiga, né? Eh E aí eu eu disse, bom, tudo bem, eu vou fazer, mas olha aqui, todo mundo, marido, filho, todo mundo, prestem bem atenção. Eu vou fazer, mas a hora que eu tiver uma prova e tiver um filho com febre, eu vou fazer a prova. Concordam? Não, a gente se vira, pode deixar, está bom. Então vocês vão concordar, porque escola é uma coisa muito séria. É claro que uma doença grave a gente não vai. Você tem que fazer opções na vida, né? Mais uma febrinha, uma viagem, não sei o que, a escola vai estar em primeiro lugar. Vocês concordam? Todo mundo concordou.
Então deu para... Cumprir o contrato.
Cumprimos, né? E foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque foi numa época em que meu meu marido estava já nos últimos anos de vida, que ele tinha um problema renal muito grave, e e fazia hemodiálise muitas vezes, tinha um repouso muito prolongado de manhã, não podia sair da cama, enfim, foi uma época duríssima. E E a escola foi para mim a minha terapia, porque aquela juventude toda cheia de projetos, e eu era muito jovem, quarenta anos, você sabe que a gente é muito jovem ainda, mas apesar disso, naquela época eu tinha vinte anos mais que os meus colegas, E a escola foi uma terapia para mim, muito grande, porque eu não eu não chegava despejando problema, não. Eu ia para lá para realmente olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para o novo. E fiz uma excelente escola. Eu fiz, a minha escola foi excelente. Porque eu não estava lá para brincar, nem para fazer vida universitária. Eu já tinha feito isso, já tinha esse pedaço eu já tinha vivido. Eu queria realmente aprender.
E lá você teve a possibilidade de experimentar o palco, Ah sim muito O curso te deu esse prazer?
muito, muito. Nossa, todos os nossos trabalhos, porque eu fiz teatro mesmo, né, a parte teatro. Só que o teatro, dentro do teatro educação, a gente tem que fazer todo, cumprir uma série de cadeiras, direção, atuação, ah dramaturgia, tudo. Fiz muita expressão corporal. E aí foi um mundo novo que se abriu para mim, porque fui fazer muita expressão

E me especializei bastante em Laban. Né Gosto muito de da metodologia do Laban e trabalho muito com o Laban nas minhas aulas de teatro. Que Dei muito curso de teatro depois. Quando eu saí da escola, trabalhei muito com teatro, mas sempre dentro do que nós já conversamos, essa educação paralela, que não é educação que você disse né, que não é educação fu a educação formal e informal. Eu acho que tudo é formal. <laughs> tudo Apenas uma está na escola, outra não está na escola, mas tudo é educação permanente. Eu trabalho muito com essa área. que até eu aprendi com uns tecnicos especialistas em educação do do SESC, uma vez que eu ouvi a palestra deles, essa coisa que eu não sabia, que hoje se chama educação permanente, que é a continuidade dos estudos para além da escola. E eu estou ligadíssima, eu sou membro né permanente da educação permanente, porque se você perguntar a profissão, eu vou te dizer estudante. Vou morrer com faixa de estudante. Que ótimo! Ah Porque se não for isso, a gente não progride, né?

todo o tempo da vida, estar fazendo cursos, estar se especializando, se melhorando. Especializar, não sei se é o caso, porque eu sou generalista né eu tenho uma, eu sou geminiana.
<laughs> Não sei se é uma desgraça <laughs> ou o que é. Você citou pessoas importantíssimas da área de movimento e dança que não eram da... Biodança com touro, fiz muita biodança. Agora, na dentro dentro da da ECA, tem algum professor que te marcou muito no curso dentro dessa educação

Ele é um pouco mais velho, um pouquinho mais velho que eu.

muito importante na perspectiva, né na editora.

Depois ela saiu, deixou de ser professora e e voltou para ser só atriz.

Que eu achava que teatro infantil, como eu levava meus filhos, eu achava que teatro infantil era aquele que todo mundo berra, grita, fica histérico para mostrar onde é que a bruxa se escondeu e não sei o quê.

Esse é o teatro bom. Não precisa estar berrando. Ela pode estar eh caladinha e... paralisada né, fascinada, hipnotizada com com o palco. Aí é o bom teatro, que realmente envolve a criança na história, nessa coisa mágica. Então, foi aí uma coisa... Pô, pai, então não é ficar berrando? Não, não é. E passei a trabalhar, quer dizer, deu uma guinada, assim, na minha visão de teatro né para a criança. Porque eu eu não trabalho com teatro infantil, eu trabalho com o ator, com... E acho que, com certeza, a vida é um teatro permanente, né? Nós estamos o tempo todo na passarela. Você está passando, no dia seguinte né, alguém te diz, eu te vi ontem.

Puxa, como é que eu estava, hein? Como é que será <laughs> como é que estava meu cabelo? Será que eu abu abutuei ou não abutuei? Não é Estava de sapato, de tênis, eu estava de pé no chão, como é que eu estava?

A vida a vida é uma passarela permanente.
Agora, no na sua época de faculdade, você teve uma um contato com uma geração que era dos seus filhos e você era aluna também. Que você se integrou muito bem porque era uma grande causa sua, né? Fazer o teatro, artes cênicas. E como era o cotidiano? Você saía com esses seus colegas, faziam trabalhos em grupos com esses jovens? Fazíamos

Até foi muito engraçado. Uma vez nós fomos fazer uma pesquisa, um trabalho de campo em Campos de em São José dos Campos. lá no no INPE e. E fomos almoçar num lugar, assim, um bando de gente. E o pessoal da cidade viu que nós não éramos de lá. Então, uma senhora virou para a outra e falou assim, a professora com os alunos. <laughs> Sempre, pelo fato de eu ser mais velha, achava que eu era a professora. E eles Mas foi excelente, porque tive colegas.

ah e me entrosei muito. E até era uma coisa complicada, porque quando elas faziam aniversário, e eu ia às festas de aniversário, hã eh eu não me entroseava com os pais delas. Eles me chamavam, sentavam, não tinha muito assunto. Mas para eu ficar com as meninos, com as meninas né, com as jovens, também eu ficava sem graça. Dá um umas distorções assim, né?
Voltando um pouquinho, <coughs> como você conheceu seu marido?
Onde vocês começaram a namorar? Então, eu conheci meu marido aos vinte e um anos, exatamente na hora que eu tinha acabado de entrar para o cinema. E meu marido era português, muito tradicional. E ele também, de braços dados, irmanado com os meus pais, batalhou para eu não continuar no cinema. Eu estou apaixonado, quero casar, mas não como atriz, de jeito nenhum. E aí aí eu talvez não tenha confiado no meu talento, porque... E eu não sou a única pessoa né para quem aconteceu isso. Muitos atores tiveram que brigar em casa para serem atores. Eu acho que eu não confiei que eu teria talento ou não pus o ah um futuro que era uma interrogação ah com a certeza de que se eu abandonasse a família, largar meu pai, minha mãe, foram taxativos. Não vai fazer de jeito nenhum. E meu marido também, né? Nós éramos namorados, noivos. Então eu eu fiz essa opção pelo casamento.

Muito bom. Tivemos um casamento muito bom.

cinco anos depois ele faleceu. Daí é que eu comecei, aos cinquenta anos, a renovar todos esses quadros e a poder ter a liberdade de escolher e voltar para aquilo que eu queria.
Você já falou do seu trato com os filhos. Tem uma coisa muito interessante aí de vocês. Para você, o que é que é ser mãe com tantos filhos?
Foi sempre maravilhoso. Eu fui eu tive um criei uma rotina de vida hã com os filhos que foi prioritária. Realmente foi uma dedicação full-time para os filhos.

E a minha sogra e o meu sogro eram pais de filho único, meu marido era filho único. Então eles moravam... Dois qua duas quarteirões da minha casa. Todas as manhãs da minha vida eu saía passear de carrinho de criança para fazer uma visita para a sogra. Para a sogra ver o o netinho. Todos os dias. Raríssimas vezes eu não ia. E aí punhamos a vida em dia, conversávamos e tudo. Fui muito amiga da minha sogra.

Meus sogros foram pessoas muito finas, muito bem educadas. E a minha sogra era uma princesa. Uma mulher fantástica que me ensinou a ser sogra. Ela me ensinou muito a ser sogra. Foi assim de uma solidariedade comigo, como se eu fosse a filha. E eu ia todos os dias com as crianças para visitá-la. Primeiro um, depois ia um no tico-tico, outro no carrinho, depois um no tico-tico, na bicicletinha, outro no carrinho. <laughs> E assim fui desdobrando até... <laughs> Os quatro até os cinco, porque quando ah entrou a minha filhinha, daí já o mais velho já ia para a escola. Mas todas as manhãs o ritual era dar um passeio com eles, eu me dedicava a manhã toda. E como é que eu desenvolvi minha vida sempre? As manhãs totalmente dedicado aos filhos. E à tarde eles iam para a escola ou ficavam dormindo, eu tinha sempre uma empregada que me ajudava com as crianças. Eu nunca tive babá full time. Eu sempre tive o prazer de criar os filhos, estar com eles, viver junto deles. Meu marido também sempre quis as crianças para a escola todos os dias, porque ele achava que era o momento que ele podia estar com as crianças. Meia hora, porque quem trabalha o dia inteiro, chega à noite, o filho já está indo para a cama. Então, ele, aquela meia hora, enquanto levava para a escola, era muito importante para ele conversar, trocar ideias com os meninos, né? Então, ele foi super bom pai e eu acho que eu fui uma boa mãe também. Tinha lá meus ataques, né, de dar uns tabefes, hoje não pode mais.
E hoje, agora na sua vida profissional, que você trabalha até hoje muito, né, pelo que você conta, essa parte da arte cênica, você disse que você usa não só dando aula, mas você lançou um livro também, que são outras coisas É mas
Aí já são outras coisas. A minha Isso Vida foi se desdobrando, né? E aí a história é é um desdobramento que levou anos fazendo. Vamos dizer que eu teria tenho um certo domínio da língua portuguesa, como gramática, como construção, escrever né corretamente, porque é uma profissão de uma vida inteira, fazendo correções de teses, corrigindo trabalho de aluno e procurando ser uma professora que abre esse mundo do da magia da palavra. Então, a palavra, para mim, a literatura e a palavra eh, sem dúvida nenhuma, é um jogo. É o jogo, é tão importante quanto o jogo teatral, o jogo de cartas, o jo o jogo como jogo né, no sentido real da palavra jogo. O jogo da palavra, para mim, é uma coisa assim fascinante. A literatura é exatamente a par eh a expressão artística que brinca com a palavra. Brinca, até o engraçado que a gente fala brinca, em português é diferente de jogar, brincar e e e representar. A palavra play né, em francês, play em italiano em em inglês, são palavras que dizem exatamente essas três coisas. Você joga, você brinca e ao mesmo tempo você faz teatro, faz o jogo artístico. Eu acho lindíssimo. Eu procuro passar para aluno não o pavor da gramática, não o pavor da análise sintática, mas a importância disso para que o seu pensamento venha mais rico, eh floresça mais. Eu tenho tido sucesso nisso por isso, porque eh eh eh eu eu entro por outra porta né, não pela porta da obrigação. Então, hã você fez uma pergunta que eu per Eh se

Como é que as coisas se desdobraram? Então, eu a minha primeira fase de vida foi brincar com a palavra. Sempre essa ideia do jogo verbal da literatura. Depois, quando eu fiz teatro, que eu tinha certeza que por aí tinha um... um acréscimo, eu tive muita preocupação com o corpo. Passei a fazer muitas coisas corporais. Muita aula de dança, expressão corporal, biodança, tudo isso para quê? Para enriquecer uma linguagem corporal, para poder acoplar aquilo que eu já trazia, que era a palavra. Então, você vê que se desdobra. Quando eu estava terminando esse trabalho, eu tinha uma preocupação muito grande, porque aos quarenta anos eu já percebia no meu corpo, que já tinha quarenta, coisas que meus colegas de vinte não percebiam, que eram erros de alguns professores em cima de hã exercícios mal dados. E aí eu comecei a me preocupar com a parte de de de corpo muito, na linha mesmo científica. Então, por que esses exercícios estão errados? Então, eu fui fazer um curso de ergonomia.

Viva bem com a coluna que você tem. É um livro para leigos.

na parte de medicina social, mostrando para os seus pacientes de coluna como é que a coluna da gente é, como ela é, a anatomia né da coluna e a fisiologia, ou seja, como ela é e como ela trabalha. E quais são os grandes erros que nós fazemos no cotidiano. E aí eu fui perceber onde é que estavam os erros do trabalho corporal. Fiquei quatro anos depois dando aula no Hospital Servidor Público com pacientes de coluna. E acabei sempre com a supervisão, fui voluntária lá.

E nesse trabalho de muitos anos, eu aprendi a lidar com um instrumento, um material de de vídeo, e de slides e de exercícios para melhorar essas posturas corporais. Ou seja, ergonomia na área de postural. Aí um pessoal da Ford me conheceu, me convidou para ir para a Ford, veja um novo desdobramento né. Criou uma porta que se abriu na Ford Indústria e Comércio, na FIC, que é uma eh uma Ford americana. E eu fui trabalhar com funcionários que fabricam rádios, que tinham muitos problemas de ah tendinite Tudo por má postura e maus eh esforços. Ele chama LER, né? Lesões por es eh esforços repetitivos. Então, eu fui trabalhar nessa área, fiquei tinha já tinha quatro anos de servidor público, fui trabalhar mais quatro anos, quer dizer, foram oito anos só de ergonomia. O resto ficou meio de lado. E e aí na Ford eu trabalhei com operários, com uns dois mil e quinhentos operários. Porque durante quatro anos eu fiz, dei cursos de posturas corporais para eles. Acontece que nesse meu jeitão de trabalhar com jeito de teatro, eu fazia uma coisa muito mais abrangente. Trabalhava com alguma coisa na linha também da autoestima, porque tem uma relação muito grande entre a postura de uma pessoa... como é que elas têm a postura corporal ah e a vida. Então, o nosso o nosso corpo ah ele expressa a nossa revelia, como é que a gente está por dentro. E é uma é um caminho de duas, de de vai e volta, né? Tem duas mãos. Assim como quando a gente está mal por dentro, a gente expressa no corpo, se eu trabalhar o meu corpo para mandar para dentro uma mensagem, vamos lá, vamos sair dessa, né? Ah Eu eu, evidentemente, que eu também crio o caminho de volta, né? E então, nessa relação, comecei a trabalhar e isso criava, naturalmente, autoestima. para esse pessoal que precisava disso. E ligan lidando um pouco com essa área de desenvolver, perceber que aquela dor não era só do trabalho, não era só lá dentro que acontecia. É em casa também, nos exercícios mal feitos, nos no trabalho mal dirigido, direcionado na na linha corporal, dentro de casa. E e um dia as pessoas saíam da aula... chance, né, andando, toque, toque, duas mil e quinhentas, em geral, mulheres, dessas desses dois mil e quinhentos operários, dois mil eram mulheres, porque eram vários cursos, todas todos os meses, né, vários cursos. Turmas Trinta, trinta e cinco, quatro anos, você pode imaginar que foi gente a beça. E saíam da aula, assim, muito animados, né, eh as meninas andando, assim, com uma postura correta, o que acontece nessa aula que essa mulherada sai desse jeito, né? Assim, com a autoestima muito levantada e tudo. Aí uma pessoa viu isso e falou assim, eu queria esse curso aqui para as minhas secretárias. Tá bom, vamos lá.

A gente secretária tem um monte de problemas, principalmente hoje por digitação e posturas erradas também.

Cria uma série de problemas o computador. Sentada, a vida sedentária também. Tá bom, vamos trabalhar. Daí o meu novo empregador, que já era de uma outra empresa, disse assim, você não daria também um pouquinho de aula de... Eu já eu já vinha trabalhando há muito tempo com relações humanas de empresa, que era também um setor que eu fazia. Você notaria também um pouco dessas relações interpessoais, de etiqueta, de comportamento? Comportamento mesmo, etiqueta empresarial, né? Assim, claro, está tudo baseado em psicologia. Bom, enfim, desdobra que desdobra que desdobra, acabou criando um curso chamado Marketing Pessoal, Uhum Que é exatamente uma coisa bem abrangente, que é o seu papel dentro da empresa, qual é, se é gerente, você é secretária, o que você é dentro da empresa. Então, desde a postura... adequada às relações interpessoais de chefi com chefes com os clientes daí comecei a dar curso para vendedores na área de marketing também comportamen sempre na ideia que o que vem de longe comunicação palavra jogo verbal relações e teatro da vida Não que eu sugira para as pessoas serem dramáticas e teatrais. Cada um tem o seu estilo. Um fala mais suavezinho, outro fala mais... Minha mãe chamava espaventada. É uma palavra, <laughs> acho que é italiano, né? <laughs> Quando eu era criança, minha mãe dizia assim, você é muito espaventada. Calma! <laughs> Eu sempre fui chamava espaventada. Hoje eu sei que é dramática, né? Mas é natureza. Nunca falo com duas palavras que eu posso falar com dez palavras. <laughs> Então, adoro falar. Você já viu, né? <laughs> Então, é isso. Quer dizer... E trabalhou com esse Esse conjunto de coisas.
Com marketing pessoal.
Aí, roupa. Você fala sobre roupa? Eu falei, eu posso falar não sobre moda. Eu só posso falar para as meninas não irem com barriguinha de fora numa empresa que não entra, não passa nem na porta. Vai de tênis e calça jeans numa empresa de publicidade, mas não vai querer entrar num banco tradicional de calça jeans rasgadinha, né muito bem rasgada pela grande empresa, que rasga no lugar certo. Não adianta, você não entra numa empresa onde o porteiro anda de luva, que já tem desiste, onde existe todo homem de pelitó e gravata, não dá. Não vou citar as empresas, mas há empresas onde eu vou trabalhar que é de um rigor assim, um formalismo total. Então, essa menina não pode, de barriguinha de fora, de tênis, sandalinha ah, rasteirinha, não dá. Então, eu comecei a trabalhar com... essa na linha de marketing pessoal, dando essa adequação de roupa. Criou-se esse curso, sabe, daí pediram, e você não daria comportamento à mesa? Tá bom, doei esse livrinho que saiu, é uma cartilha sobre comportamento à mesa. Mas tenho escrito muito também sobre educação, sobre arte e educação, ah e é isso.

Artigos, mais coisas assim né, ligadas à arte e educação. E faço muito eh correção de teses, então estou muito ligada também a pessoas que estão em produção né, Uhum Também
Então, hoje, essa todo esse esse desdobramento, ele está... Você vê que é tudo ligado
Né Ligado, letras... E aí, ah ah uma vez, um um o meu filho um dos meus filhos era pequeno, e alguém perguntou para ele, o que é que a sua mãe faz? Ele falou, eu não sei como é que chama, a minha mãe gosta gosta tanto de ensinar, que ela ensina como ensinar.
Entendeu tudo, Que bonitinho né Muito, entendeu tudo.
<laughs> Ela ensina como ensinar. E uma vez eu estava dando um curso para para para professores, a gente chamava isso de técnicas pedagógicas dinâmicas, um nomão, né? É Técnicas pedagógicas dinâmicas, exatamente mostrando esse jeito de ensinar, que era novidade. Hoje, precisa até tomar cuidado para não carregar demais. A dinâmica de grupo, técnicas mais dramáticas e tudo. E E eu estava dando aula numa numa escola, passou uma alunazinha pela porta, olhou, e eu estava na porta enquanto os alunos faziam, os professores, alunos né, faziam algum trabalho. Ela olhou assim, viu um monte de professores dela lá dentro.

Os professores estão aí, o que é que eles estão fazendo? As tias estão aí? As tias estão aí, o que é que eles estão fazendo aí? Falei, estão tendo aula. Falei, quem é que está dando aula?

Ah, você é a tia das tias? <laughs> Tia das tias é o máximo. <laughs> A tia das tias não é o máximo
Agora, você lembra o seu primeiro dia de trabalho? Entre todos esses que você teve? <laughs> Com oito Com oito
Sentada <laughs> no caixotinho, punha o caixotinho assim no chão e eu sentava em uma cadeirinha mais alta e dava aula para os meus Para os seus irmãos. <laughs> Primeiro dia de trabalho. Trabalho remunerado. Sim, isso. Foi muito bom. Dezessete anos. Eu estava no colegial, já entrando quase para a faculdade, tive o meu primeiro aluno.

Uma pessoa me, uma professora me pediu para eu dar aula, imagine só, de latim e e francês para um garoto de ele estava Ele estava com onze anos e eu tinha Eu fiquei sabendo que ele é um grande juiz aposentado hoje. Ele já se aposentou e eu ainda estou aqui Na ativa <laughs> Na maratona na ativa. Engraçado, né? Ele foi meu primeiro aluno. Você ia na casa de Meu primeiro Não, ele vinha à minha casa. O primeiro aluno que eu E foi seu primeiro dinheiro? Primeiro dinheiro. Ai, coisa gloriosa. Eu saí e com o dinheirinho, fui para a cidade, porque naquele tempo ia-se para a cidade, tomava um bonde, eu sou o tempo do bonde, eu sou o tempo de cada coisa que você nem sabe. <laughs> Tinha um bonde na rua Pamplona, eu tomava o bonde, fui com meus dezessete anos, meu dinheirinho, fui para a cidade e comprei o rádio. Ai, que glória. Aquele rádio foi meu primeiro a primeira compra que eu fiz com o primeiro dinheiro que eu ganhei trabalhando.
E como você mais gostava de ouvir no rádio naquela época?
ouvia muito mu muita música clássica. E e eu sou de uma geração, lamentavelmente, muito castrada politicamente, porque eu nasci em Eu cresci, enquanto cresceu o Estado Novo e o Getúlião né. Então, o Getúlio abafou toda a juventude no meu tempo. E quem não foi abafado foi muito massacrado, houve muita tortura, muita coisa que a gente sabe naquele tempo. Não vou discutir se ele foi bom, se ele não foi bom, as coisas que até ficaram boas do governo Getúlio, mas houve uma um massacre do pensamento. Então eu fui criada... É uma época getulista, ah americanizada, ouvindo música americana, cantando Frank Sinatra, Bing Crosby, as Andrew Sisters, quer dizer, eram as pessoas do do meu tempo. Dançando, né não era twist, nada disso. Naquele tempo era foxtrot, Foxtrot Era swing e era O blue era uma forma da gente grudar nos namorados e <laughs> ficar grudada, porque não podia ficar grudada, nem de mão dada, só namorado ficava de mão dada. Então quando a gente tinha uns chans assim, tinha que dançar grudado, daí dançava, nem encostava o rosto, ficava quase aquele calorzinho, <laughs> era o máximo que podia. Então o blue servia quando daí estava o clima assim, alguém lá na festa tocava um swing, daí a gente...
Separa <laughs> Como é que vocês se vestiam naquela época, no cotidiano, e quando ia dançar?
Bom, em criança, os vestidos eram presos aqui, rodados, e a grande pro a grande glória era ter um vestido bem rodado, porque quando a gente rodasse, o vestido ficava assim, reto. <laughs> Mas na minha época de mocinha, apareceu uma coisa chamada new look. O New Look foi uma revolução da moda que acabou com os vestidos de uma uma, com o que estava acontecendo há muito tempo, há muitos anos, e foram lançados roupas, uns pulôvers enxutinhos e umas saias rodadíssimas e sandalinhas. que hoje são as rasteirinhas, sandálias sem salto nenhum. Eu não me lembro como é que chamava isso, mas eram as sandálias... Esqueci o nome, tinha um nome na época. Eram umas sandalinhas assim baixinhas, Uhum sem salto nenhum Sei. Parecia uma sapatilha. Quase Sapatilha, né? Usava sapatilha. Mas tinha um nome que eu esqueci agora. Então, aquelas saionas rodadas. Cabelo foram cortados, muito cortados, a gente usava... Passou, são os as corajosas, que eu sempre fui, né? Eh Fazia sair a coisa, eu adorava já sair fazendo. Cabelo bem curtinho, bem coladinho, assim. eu usei boina na faculdade. <laughs>
Muito chique.

E para dançar também era vestir os rodados com os
Muita roda, muita coisa, é. E os meninos... Terno e gravata. O Rio Branco <laughs> obrigava terno e gravata. Então os rapazes morriam de calor. Olha do que vocês escaparam. <laughs> Ah Puxava a gravata assim, então abu abria o paletó, a gravata aqui. Não podia tirar o paletó. Abria a camisa e a soltava o nó da gravata.
Suando, dançando.
Terno, gravata, sapato, tênis, era só para Ah, esse foi um tempo massacre para a criança, né? Também hoje está muito avacalhado. <laughs> Mas entre uma coisa e outra, quem sabe a gente um dia ache o equilíbrio, né? A adequação da roupa.
É
Agora, essa dessas coisas antigas, eu até acho... Eu tenho um amigo muito engraçado que disse assim... Eu alguém perguntou se ele usava computador. Ele falou, espera aí. Eu nasci num tempo que a gente escrevia numa lousa numa lousa, chamava lousa, igualzinha a lousa de quadro negro assim, pequenininha, era verde. E a gente tinha um lápis giz que a gente escrevia assim, tinha pontinha, a gente escrevia, era o nosso rascunho e apagava. Eu nasci no tempo da lousa. Deu um duro danado para aprender a trabalhar com caneta, aquela que molhava assim, caneta com tinteiro mesmo. Depois surgiu a caneta chupando a tinta e surgiu a bic Eu ainda estou me acostumando com a bic. <laughs> Você quer que eu use computador? Mas é uma brin uma brincadeira assim engraçada. Eu acho fantástico o que eu tive, o meu caminho, a minha o per a minha geração, não eu, o que a minha geração teve de percorrer para chegar ao computador hoje. Né que hoje A gente se comunica, fala, eu escrevo, tu faço tudo pelo computador. Chegar à internet hoje também não vai dar para chegar muito mais, tem coisas que já não dá mais para eu entender. Mas a chegar à internet hoje, uma pessoa que tem quase oitenta anos, como eu, e até gente de mais idade do que eu, lidando com a internet, tem muita gente que já desistiu no meio do caminho, já falou não, isso não dá. Mas chegar a isso, realmente, o percurso foi muito grande. Porque eu nasci no tempo do lampião de gás.

Eu tinha nessa numa não uma casa onde eu morei muitos anos, toda a minha adolescência, toda a minha infância.

E na essa rua era iluminada por lampião de gás. E eu me lembro que havia garoa em São Paulo. Uma garoa que dançava. Isso era muito bonito. Porque a gente fala em garoa, você pensa que é uma chuvinha caindo.

A garoa de São Paulo era uma coisa muito poética. Não era bom para a saúde, ficava tudo tuberculoso, mas era era, né? <laughs> Século dezenove, todo mundo tuberculoso por causa da garoa. Mas era ainda em mil novecentos e trinta e dois, quando eu mudei para lá, ainda havia aquela garoa que ficava no ar, assim, dançando no ar. Eu ficava fascinada olhando para o Lampião de Gás com aquela garoa na frente. Ela não caía, ela ficava umedecendo assim, sabe o? O vento tocando, era uma coisa muito bonita. E vinha um camarada todas as noites, que a gente ficava brincando ali na calçada, em frente à nossa casa, e vinha um camarada com uma vara muito comprida, que ele não, abria com a vara, ele tinha um gancho, se abria, o lampião tinha um metal, ele soltava o o ganchinho lá em cima e levava o... A chamazinha, né? E acendia o lampião de gás todas as noites. Eu não via apagar porque era de madrugada, não sei, acho que apagava sozinha, não sei como era. Acendia o lampião de gás na minha rua. Olha que coisa. Eu saí do tempo do lampião de gás, dessa lousa para escrever, do caneta, da tinta ali. E hoje, o Por isso é que a outra falou que quando que ela que ela quer ser uma velhinha sensacional. <laughs> É sensacional

Que fica parada poste. <laughs> Poste Agora, eh você... Bom, vários teatros foram sendo inaugurados em São Paulo, né? Inclusive os públicos, né? Prefeitura da década de quarenta, cinquenta, escolas de bailado. Pois é, você continuou ah... Sempre Foi frequentando mesmo assim, naquela fase que no era proibido, mas aí você continuou e foi frequentando até
Hoje Não, não havia te, não não houve proibição, né?

Bom, enfim, havia lá uma porção de gente que o primeiro grupo de teatro, que depois acabou virando ah, acabaram vindo outros, os comediantes vieram do Rio, e vieram, criaram-se muitos grupos, até acontecer o TBC.

E aí, mas o TBC era muito italiano, e eu conheci... Por causa da escola, a gente teve uns contatos com alguns diretores italianos e nos a eu me aproximei muito de lá. Eu vi muita coisa muito boa sendo feita no TBC, mas com aquela linha europeia. Né o TBC foi um teatro muito italiano, com muita força de de um teatro europeu. E aí que houve a grande revolução do grupo que criou o Teatro de Arena. E esse teatro começou ah já... A nota principal dele era fazer um teatro brasileiro, de formação com autores brasileiros, gente brasileira, e contra aquilo que estava acontecendo, que a gente estava se se europeizando cada vez mais né eh. E foi uma maravilha. Daí frequentei tudo também do Arena, acompanhei muito o movimento. Só que aí aconteceu né todo o problema de de de dos governos que se sucederam, e que acabaram acontecendo nesse nesse militarismo todo desenfreado. Então já essa esse prenúncio né de coisas contra qualquer manifestação mais socialista. E aí eu acho que você, para para dar um depoimento correto, teria que ser uma pessoa realmente envolvida no teatro dentro. Eu era espectadora. Então, eu acho que quem está lá dentro eh que pode falar com propriedade disso. O que nós víamos era isso. Um teatro de revoltado contra uma série de coisas que estavam acontecendo. Não só no formal do teatro, mas também politicamente. E acabou no que acabou né. Com todo mundo Todo mundo sendo eh... Muita gente... O teatro sendo invadido, ah apa o ator apanhando... Gente sendo mandada embora, enfim, daí o desdobramento no tempo da do militarismo, daí foi terrível. Mas ele teve um papel muito importante, então eu acompanhei realmente a for a forma E hoje Você vai ao teatro

Vou, mas hoje eu sou apaixonadíssima por cinema. Muito mais que por teatro. Porque eu a gosto muito de teatro, mas eu acho que o cinema é uma arte... Empolgante. O que há de filme, coisas fantásticas sendo O cinema nacional é maravilhoso hoje, né? O cinema, é para mim, hoje é a arte que eu mais frequento, que eu mais da qual eu Como espectadora, tenho feito alguns vídeos, <laughs> de vez em quando brinco de fazer alguns vídeos, comprei câmera, fui fazer curso de no SENAC de de de câmera né, de vídeo também, que eu queria saber como é que se filma, né? Faço algumas experiências às vezes, não tenho intenção nenhuma de ser cineasta, mas tenho uma curiosidade muito grande de ver como é que funcionam as coisas. Sou geminiana. Para gente finalizar, você... cabeças, <laughs> não duas. Não, é mais, né? Eu tenho um amigo que fala assim, cuidado para você não ser especialista em conhecimentos gerais. Especialista em nada.

<laughs> Em nada estou flutuando por cima de tudo. Mas é, eu pago com prazer esse esse peso do meu signo. Eh bom Essa característica, não vou dizer que é peso. Eu gosto de viver assim.
E você contou para nós antes um pouquinho que você tem netos. Quantos netos você tem?

Onze netos. Como é ser avó?
Você Olha, ah o primeiro neto foi realmente um deslumbramento. Ah Assim, essa sensação de que a gente se prolonga no futuro e você se sente parte de uma cadeia né humana. Então, meus minha avó, que não viu o meu neto, né que seria bisavó dele, é curioso isso, né? Quem não viu meu neto e eu que não vou ver os netos do meu neto. Mas essa sensação de que a vida é toda feita de cadeias, eu me senti elo de uma cadeia humana. Isso foi uma coisa que me impressionou muito. E você vai... E e foi. Mas depois os netos vão nascendo e a vida dos jovens hoje não é mais uma vida dependente de avós. Porque eu sempre trabalhei também né. Trabalhei depois, na minha segunda metade de vida. Quando os meus netos vieram foi exatamente quando eu tinha começado a trabalhar. Porque eu só comecei a trabalhar depois dos cinquenta anos. Eu fiquei viúva com quarenta e nove Aos cinquenta eu comecei a trabalhar. trabalhar com cargos remunerados, fora de casa e tudo. Trabalho muito como voluntária de obra social também até hoje. E e eu trabalhei sempre muito. Então, eu acho que não não fui aquela avó de fazer lata de biscoito, receber neto e passar o dia inteiro tomando conta de neto. Levei muito a teatro, levei a cinema, levei a ia buscar na escola muitas vezes. Mas a os meus filhos tinham uma vida muito organizada já eh em relação à vida familiar deles e não não me usaram muito.

Porque era uma vida toda muito bem plantada. E também cada filho meu optou por dois filhos só. Então, não é muita gente, né?
Mas são onze netos, né? <laughs> Bom, para a gente terminar, você gostaria de contar mais alguma coisa em especial?
Eu acho que tem bastan bastante material <laughs> para você aí, né?
E como é que foi para você dar essa entrevista?
É um mergulho no passado, é um mergulho nas coisas que a gente gosta. Depois, provavelmente, você vai dizer, poxa, eu podia ter contado aquilo, mas aquilo... Eu acho que existe. Todos nós temos os nossos véus, eh que a gente não não não tem o direito de se desnudar totalmente, porque ao desnudar-se você está desnudando pessoas, a revelia delas. Então, há coisas que ninguém pode contar com tanta intimidade, a não ser a gente que realmente faz isso e que acaba machucando muita gente que está à volta. Eu tenho só direito de falar das minhas coisas até onde elas são minhas, mas eu não teria direito de abrir para para o mundo né através de internet, de uma entrevista pública. Eu não tenho não me vejo com direito de abrir nada que possa trazer prejuízos ou mexer na imagem que cada um tem de si, das pessoas com quem eu convivo. Então, eu acho que foi por aí, ficou ficou bem.

E é isso, sempre bem-vinda. Obrigada a vocês <laughs> pelo convite.